Memória dos Brasileiros, depoimento de Domingas Coimbra de Sousa, entrevistada por Thiago Majolo. Juruti, dezoito de abril de dois mil e dez, realização Museu da Pessoa, entrevista eme bê
Cento e dois. A gente começa perguntando sempre o nome completo de novo, o local e a data de nascimento.

Paraná, Dona Rosa. É nesse município daqui daqui de Juruti.
Domingas, é queria que você contasse um pouco de seus pais.
Olha, meus pais eram pessoas humildes, mas eram muito bons. Levei muita sorte. Meu pai era uma pessoa muito especial. Não era alcoólatra, em primeiro lugar. Lutava muito para criar a gente, com sacrifício, trabalhando na juta, com o gado. Mas não tínhamos vida de rico, mas nunca passamos fome. Como pobre, vida humilde, todo mundo trabalhava. Desde pequena, dos meus sete anos, por aí, eu já comecei a ajudar a minha mãe, a cuidar dos meus irmãos, porque eu sou a primeira filha do povo, deles né, do casamento deles. Então, quando nasceu a minha segunda irmã, que eu gostaria que ela estivesse aqui, mas não está, eu já ia fazer quatro anos. Nessa época, meu pai adoeceu muito, quase que morria, mas mamãe dizia sempre que foi Deus que ouviu a minha oração, que eu ficava o maior tempo orando por ele. E ele ficou bom. Depois nasceu mais os outros que vieram os meninos, que não tinha nenhum, vieram quatro meninos e mais uma menina. A mamãe ainda perdeu um menino. Mas a minha vida não era de rica, era de pobre. Mas era feliz. Eu cresci com adubo do amor. Sempre eles amavam muita a A família do meu pai, eles eram poucas pessoas. E da minha mãe era uma família muito... era numerosa, sabe? Muitos irmãos, das pessoas. Só que minha avó, do meu pai, ela era muito católica. Ela era muito crente, assim, de ajudar as pessoas. Ela era uma pessoa muito amável, respeitada na comunidade dela, porque ela ajudava muitas pessoas. Ela tirava do pouco que tinha. Assim, eu acho que isso aí eu já comecei a aprender com ela, né? Desde criança, a tentar ajudar as pessoas mesmo, com um pouquinho mais, ajudando-as. Então, o adubo maior da do crescimento do ser humano é o amor. Eu acho que por isso que eu sou bem grandona, assim. <laughs> Foi bastante amor da minha família. E eu cresci com meus irmãos, fomos uma família assim que todo mundo cresceu e trabalhou, nunca se envolveu em certas coisas diferentes da vida, para o desgosto dos nossos pais. Somos três, todas três somos casadas e os meninos todos são casados. Todo tem suas sua família. E E eu sou muito família. Meus filhos não moram comigo. Mas eu fiz, um como se diz, cumpri a melhor missão da minha vida. Que por isso eu me sinto feliz. Criei meus quatro filhos. E também dei tudo que pude. Não dei mais porque eu não pude. Mas na medida do meu possível, eu sempre lutei por eles. Muito mesmo. Já passei por muitas dificuldades. Que todo ser humano leva um dia bem, três, pior, e tem que levantar de novo. Passei por crises de doença, por crises no casamento, por muitas coisas difíceis. mas a gente nunca deve esmurecer no caminhada da vida e concluindo assim para o meu trabalho desde pequena eu comecei a ajudar as pessoas fazer a massagem, orava nas crianças e até nos adultos falava coisas que eu não lembro ainda e por isso eu comecei a sofrer muito Porque as pessoas... sempre é assim. Quando temos um dom, somos diferentes. Umas pessoas parecem que têm medo da gente, outras já se aproveitam e por aí vai. Nunca eu cobrei nada do meu trabalho. Comecei com dezesseis anos, vou fazer sessenta e dois e praticamente todo dia. Se você vir amanhã, você vai ver. É uma turma de gente que eu não sei por quê. Eu não tenho nem um nem um comercial no rádio, nem na televisão, nem sequer colocado um freio pelos postes, pelas coisas, um um aviso, uma coisa assim. Não. é um. É assim, uma pessoa convida a outra e vão chegando. Acho que se dão bem, porque se não se dessem bem, não voltavam, né? Então, tudo aquilo que eu posso fazer pelo meu irmão, eu luto para fazer. Eu tenho eu sou assim sempre simples, não gosto das minhas coisas com muito sigilo, não porque eu não quis que vocês gravassem no meu no meu ambiente de trabalho, porque eu acho que é muito particular. A minha vida, quando eu estou lá, é como se eu fosse um personagem de novela. Eu vou executar aquilo que eu tenho que fazer, o meu trabalho. Quando eu saio de lá, eu me visto na simplicidade. Sou uma pessoa bem diferente do que eu sou lá dentro. Sou uma pessoa comum. Agora, se eu tenho inimigos, eu tenho o culto. porque a maioria das pessoas eu sinto que gostam de mim porque se não gostasse eu não recebia muitos abraços ou as pessoas falam comigo e também recebo elogios falsos mas a gente sente e sente quando é verdadeiro um abraço com amor, com carinho e sabe quando é um elogio assim só para ganhar tempo, espaço A gente vai passando os anos na vida e vai aprendendo muitas coisas com a vida. No dia a dia aqui na Amazônia, nós temos como se diz, improvisar. Aprender uma mulher verdadeiramente, mãe de família, ela tem que saber muitas coisas. Aprender como para melhorar o dia-a-dia da família. Porque eu nunca teve dinheiro fácil. Eu sempre lutei muito para me ter. Para não faltar em casa o mais necessário, o básico. não tem nenhum luxo, está vendo? A minha casa é muito simples. A minha pessoa. E tudo meu é bem pobrezinho. Porque eu não comercializo o meu trabalho. Eu nunca cobrei. As pessoas me ajudam de coração. Então eu tenho o meu lema assim. Eu ajudo você. Se você achar que deve me ajudar, você me ajuda. Se eu tenho disposição para te ajudar, você também vai ter para me ajudar. Né, então é assim que eu vivo.
Eu quero voltar agora um pouquinho, ainda para, ainda para a infância. Você falou dos seus pais, eh não falou o nome deles. Qual o nome deles?

Que ainda meus irmãos todos, os homens, são, ainda se assinam assim. E E meu pai, fazem doze anos que ele morreu, a minha mãe faz Mas ainda estão presentes, muito presentes. Ainda não foram embora da mente nem do coração. Porque eles foram... Eu perdi, quase só numa época, as pessoas que eu mais amava. Quando meus filhos mudaram para Manaus, porque aqui não tinha emprego, nem trabalho. E logo após, meu pai morreu. Aí foi como se fosse a metade de mim. Sofri muito, e sofro até hoje. saudade. Eu tenho muita saudade dos meus filhos e ainda dos meus pais. Meus irmãos é dividido Um mora em Belém, mais criança, em Esmeraldo. O Lopo e a Natalina moram em Oriximiná. Moram a Maria, o Joaquim, o Heraldo e eu aqui em Juruti. Mas eles são muito ocupados, os meus irmãos. Trabalham muito desde cedo. E eu também trabalho A gente não tem muito tempo de ficar mais, assim, juntos. Assim, toda semana, né? E sempre eles vêm na minha casa, eu vou na casa deles. É quando a gente liga e, pelo menos para saber, um quando a mulher deles vem aqui, a minha ex-cunhada. E os meus filhos também, eles ligam para mim. Sempre eu estou ligando para eles. Eu sou feliz com meus filhos, graças a Eles não são cheios de problemas. Todos têm o seu trabalho. Eles já construíram as casas deles lá em Manaus. Eu tenho quatro netos. Em véspera de cinco com esse que a minha filha, essa menina que a minha filha está esperando. Ela é a última. Eu tenho quatro homens e última é ela, né? Mas eu ainda nunca sofri tanto pelos meus filhos assim. Senão a saudade. Por eles estarem longe de mim. por eu não poder ter daqui. Porque se fosse assim, tivesse naquela época trabalho para eles aqui, eles não teriam ido embora. Mas eles foram porque a nossa cidade não oferecia Meios de ficar aqui, praticamente. As moças, os rapazes ficavam, eh eh se formavam e iam embora. Então, devido a isso, é muito dividida a família jurutiense. Se você conversar com as pessoas daqui, a maioria tem os filhos tudo fora daqui, de Juruti. Porque onde a gente ia colocar? Não tinha aonde trabalhar. só se eles fossem para a roça, que nem foi a nossa vida, mas a gente não ia querer mais isso para eles É preferível chorar a saudade de ver os nossos filhos pescador, lutando na roça, que não é fácil. Eu comecei muito cedo a trabalhar e eu prometi para mim mesmo, que eu esperava em Deus que... Nunca meus filhos iam viver na chuva, na lama, como eu vivia. Lá é aquela terra mole da... do interior né, que a gente pisa e vai metendo o pé e ela vai puxando a gente mais para dentro. Eu já passei muito por isso. Já pesquei, já fiz farinha, já tratei de boi, de de plantas, de horta, de crianças, porque eram meus irmãos enquanto a mamãe ia Nós morávamos primeiro no Paraná, a gente ficava Paraná e Moreiro Teiba. Depois, com três anos, nós fomos para Santa Rita, Lá nós plantamos roça, juta, jerimum, melancia, verduras, gosto de couve, maxixe, todas essas coisas para a gente vender na cidade. Milho, feijão, feijão da praia, que chama-se feijão branco, que a gente faz o baião. Já plantei muito, já plantamos muito. Macaxeira. que vocês dizem aí que tem para lá, aqui a gente chama de macaxeira, né? E e E a gente, lá na Santa Rita, antes tinha muito peixe, muito mesmo. Como eu digo até hoje para meus filhos, olha meus filhos, eu nunca passei assim, nunca teve comida eh eh especial, mas peixe com farinha e arroz nunca faltou, graças a Deus. E era peixe gostoso. Pegado lá no lago e trazido para consumir. É muito bom.

E colégio para as meninas, era Óbidos onde é que era?
Não. Colégio, nós, comecei a estudar lá no interior. Era assim, uma professora, eles faziam uma escola, um, que eles chamavam de grupo escolar, né? Aí Aí pegavam uma professora da cidade e levavam. O máximo eram duas professoras. Uma ensinava os, os pequenos, né, que era da feibetização até a primeira série. De lá pegar a segunda, terceira e quarta, todos juntos né. Era até a quarta série né. só que quando foi em setenta, nós mudamos para cá. E aí eu trabalhava de dia aí nesse Clube Dombosco, que ainda tem o nome escrito ali, com as irmãs. Eu já trabalhava no meu trabalho de reza, que eu tinha vinte e três anos, eu já tinha começado com né? Aí eu trabalhava de manhã na minha no meu trabalho de reza, aí quando eu terminava eu ia para Dom Bosco. Eu saía já de noitinha mesmo, pelas seis horas. Eu chegava em casa, pegava meus livros e estudar na escola paroquial ali. Aí eu comecei segunda, terceira, quarta e quinta série. Estudando de noite. Quando eu chegava do colégio, dez, onze horas da noite, eu tinha que fazer toda a minha tarefa. Dormia duas horas, três horas. Quando era cinco horas, eu tinha que estar de pé para fazer a lida de casa, porque a minha mãe é para roça. Mesmo quando nós viemos para cá, a minha mãe tinha um irmão que tinha o Jará. Nós temos um sítio para ir. Para lá, eles plantavam roça. E ela saía cedindo e ia embora, ela e meu pai. Quando o meu pai ia pescar, e a minha mãe ficava fazendo as coisas enquanto trabalhava. de manhã, para o colégio, era Américo Pereira Lima, bem aqui perto.
E nessa época de criança, teve alguém que você lembra, que te marcou assim, muito, muito diferente, que não fosse seus pais, alguém que era muito amigo,
com você? Olha, eu Olha, como eu digo assim, eu morei muito com meus meus avós de pai, né? A minha avó, o meu avô, que a minha avó, o meu avô, ele era Ele era brasileiro, mas era filho de português, né? Porque ele já nasceu aqui no Brasil.

Porque ele era português, filho de português, era paraense, mas era filho de português, né? E a minha avó, era Teresa dos Santos Coimbra, ela era filha de cearense. Aí ela veio para cá, vieram para o Pará, E aí que eles se encontraram e casaram.
Esses avós eram maternos? Paternos. Paternos. É.
Maternos era Fábio Pereira da Silva e Jacinta Lopes da Silva.
Como que é esse esse convívio com eles?
Olha, com a minha avó de mãe, eu fui começar... não conheci meu avô é da minha mãe, o pai da minha mãe, né? Quando eu nasci, quando minha mãe conheceu meu pai, ela não tinha mais o pai dela. Ele morreu e ela ainda tinha, parece que, vinte e três anos, vinte e quatro, por aí. E quando ela casou com meu pai, ela tinha Eu, quando casei, tinha vinte e sete <laughs> Teve meu primeiro menino, tinha vinte e oito. Aí, quando eu nasci, a minha mãe já tinha vinte e sete anos. Aí, que ela casou com o meu pai, que ela era de Santa Rita, meu pai era de Paraná, Dona Rosa. Tá, então só para os os paternos mesmo? É. Quando eu conheci a minha avó, assim, que nós fomos morar próximos dela, né? Eu já tinha treze anos. Foi difícil, eu não era acostumada com a família da minha mãe. Eu gostava muito deles. Essa moça aqui, minha prima, ela é filha do irmão da minha mãe, do tio José. Então, eu não tinha costu... não me acostumava muito lá, não. Era acostumada a ir no Paraná, no Lar Grande, no Moreiro No Moreiro Teu, a gente morava próximo da casa do meu tio Antônio Coimbra. E está velhinho, velhinho. Ele é irmão do meu pai. Muito parecido com o meu pai. Ele está agora parecido. E eu convivi com meus primos, que são os filhos dele, né? E com ele, a minha tia, chamavam de Jarina, era Raimundo o nome dela. Ela era uma excelente pessoa. Muito boa. Muito boa mulher. Ela tinha um coração de mãe mesmo.
E com seus primos tinha brincadeira?
Tinha, nós brincávamos muito. Muito mesmo, assim. E eu tenho os meus irmãos que não são filhos da minha mãe. Quando meu pai, ainda não tinha conhecido minha mãe, ele teve cinco filhos particulares da minha mãe. Três com a dona Bijoca e dois com a dona Duvina. Eu me criei com meus irmãos, que não era com a minha mãe. Porque nós vivemos tudo próximo. no interior. Tanto fazia no Paraná, como no Moreiro Teu, quando eu tinha. Então, elas não eram muito unidas, assim, de dizer que ficassem juntos lá com a mãe, elas tinham vergonha, mas elas não, mamãe não proibia e nem elas, de que a gente se criamos juntos. Eles ficavam a maior parte do tempo em casa com nós.
Quais eram as brincadeiras?
A gente brincava de noite quando fazia luar, porque não tinha luz elétrica, né? A gente brincava fazendo aquelas rodas, cantando. E de dia a gente ia arrumar aquele monte de bonecas, meninas, e a gente ia fazer os vestidos delas e fazer a festa delas. Fazia as bonecas dançarem, fazia tudo, cantava e outras faziam dançar é meio teatrinho, sabe? Da meninada A gente pegava, tinha umas árvores bonitas no quintal, assim, né? A gente se reunia para fazer aquelas brincadeiras. E os meninos ficavam brincando de peão, de bola De vez em quando acertavam a gente também com os morrosinhos pelas costas, quando se meter no meio deles expulsava a gente da turma, mas a gente voltava de novo. Tinha dias que eu aceitava. A gente jogava bola com eles, jogava peão, peteca, no meio dos outros lá, dos moleques. Aí, quando eles iam querer detonar nossas bonecas, ela ia a briga. Era mesmo que ia ser <laughs> uma guerra. de brinquedo. Mas é passava, pronto. A gente tomava muito banho de rio. Mamãe não deixava a gente ficar sem roupa. Não. Ninguém tomava banho sem roupa. Mesmo lá no interior. Muitas crianças tomavam banho sem roupa. Mas nós não podia tomar banho pelado. A mamãe não deixava. <laughs> Ela fazia uns um uns calçãozinho, né? E as blusinha para a gente tomar banho. Porque a vovó não consentia nem a mamãe. tomar banho porque passava muita muitas pessoas lá no Rio, no, aí no Paraná, aí E lá no Moreiro Teu, tinha muitos vaqueiros que passavam, que chamavam, né, aqueles peões que vai no cavalo. Muita gente. Pela água, por terra, nos cavalo. E elas não deixavam. Mamãe não consentia que a gente fosse tomar banho. Aí Sem roupa. Tinha que tomar banho de roupa e ficava ela ou a titia ou a a velha, que era a mãe da titia, a dona Machica, ficava nos vigiando.
Normalmente o interior tem muita história... É. viagens, tem?
Eu nunca fui muito corajosa, mas nunca fui muito medrosa. Não. O papai ensinava que a lei da vida a gente tinha que ser mais forte de que o perigo. Tinha que ser guerreiro. Porque se a gente não fosse um guerreiro valente, a gente podia correr do nada. Eu aprendi com a força da Que ninguém corre sem ver de quê. Eu nunca corri sem ver de quê. Porque era a lei do meu pai, da minha avó. Ninguém corre sem ver de quê. Veja para crer. Aí você pode correr. Se for uma coisa que vai lhe fazer mal, corra. Mas se não for, espere para ver. E eu sou assim, eu Eu não tenho medo, só do castigo de Deus. Do resto eu, eu não tenho medo. Não tenho medo de doenças porque as pessoas venham doente Tem muitas pessoas que comenta. Tu atende pessoas que são doente de doenças perigosa. Nunca me pegou nem nos meus filhos. Se eu não tivesse problema cardíaco e não fosse obesa, eu era sadia. Eu me sentia como se eu tivesse Posso garantir. Eu vou, faço meu check-up, Se não fosse o coração, que ele já adoeceu de tanto amar sem ser amada. Acho que se decepcionou demais. <laughs> Por isso ele está morrendo devagarzinho demais, eu não deixo ele morrer. <laughs> Eu sempre dou assim um uma força, um ânimo nele para ele criar mais vontade de viver. Eu não quero ver bisnetos, porque vai ser impossível. Mas eu quero ver mais netos. Não quero só esses cinco. Olha, o o Coimbra, que a gente chama, né, é Francisco Machoni, já me deu três. Dois meninos e uma menina. O Souza, que é o mais velho, ele já me deu uma neta. A Miriam vai me dar uma neta. Melquiano ainda não deu nenhum, ele tem que dar frutos.

Ele tem que dar ainda. Por isso eu não posso ainda morrer. <laughs> Eu tenho que mais que viver. Olha, tinha, antigo Antes tinha muito mais pessoas que faziam isso. Hoje em dia, as pessoas que trabalham, não vou menosprezar, eles não trabalham mais, assim. com reza, a maioria é negócio de candomblé esse esse outro lado aí que faz outros tipos de coisa, né? mas se você pedir para eles pegar um um um tropeção, machucar seu pé, faz uma massagem aqui, coloca meu osso, faz uma oração para parar essa dor no meu pé, me ensina um remédio, fazer ele para colo... ele não vai saber não. Então isso aqui, mais tarde Daqui a uns vinte anos, talvez, não exista mais. Só vai ficar os médico e o pessoal que trabalha com esse lado aí. Porque cada vez eles vão adotando mais e esquecendo do que ajuda mesmo
Mas, quando você era pequena, você gosta de ah se alguém eh fazia med, que tratou de você, por exemplo?
Olha, eu tinha uma senhora, era a dona Mocinha que chamavam, parece que era Maria José o nome dela, era uma senhora que nem eu, bem forte assim, clara, ela fazia reza na gente. quando era pequena? Eu fui, mamãe me levou mais duas vezes, uma vez que eu estava muito doente mesmo, que eu até desmaiei. Porque quando eu estava muito fraca, aí ela, eh mamãe me levou para lá. E o irmão dela era enfermeiro e ela era rezadeira. Aí ele me aplicou uma injeção, quase que eu morri. Fiquei muito mal. Desmaiei lá na casa dela, ela me levou para lá. Ela também tinha um reservado dela. Aí ela orou em mim até que passou de mim. Agora, desde que eu nasci, já diziam que eu ia ser rezadeira. Entendi. É. Lá no interior. Porque era parteira naquela época. Elas tinham, assim, como se diz? Uma visão diferente, né? Elas conheciam certas coisas. Que as crianças, como nascia, como era o comportamento de uma pessoa que ia ser rezadeira e outra que não.
Elas mesmas falavam para você? Elas

Quando eu nasci, elas já falou para a minha mãe, Ai, nasceu uma grande mulher, uma rezadeira, que talvez vai salvar muitas
vidas. Como será que ela sabia?
Porque eu tinha uma cruz vermelha, tipo de sangue na minha cabeça. Aí elas sabiam por
Atrás?
É. Era uma cruz. Pegava daqui, a mamãe dizia até aqui. Aí elas
Nasceu já com com ela?
Eu nasci. E por isso que ela disse. Quando eu era bebê, meu cabelo era bem clarinho. E meus olhos. Aí depois eu cresci. Aí eu não quis mais meu cabelo claro. Comecei e mando a pintar ele até que ficou preto. <laughs> Por que? Por quê

Me chamavam de loira e eu não queria ser loira. Eu andei pitada. <laughs> É ficar preta. <laughs> Depois que eu
<laughs> Mas como que era para você, que você quando era pequenininha falarem ia ser rezadeira. Como como lidava com isso?
Como eu lidava? Eu sempre fui assim, muito emotiva, né? Eu Muitas vezes eu chorava, ficava triste. Eu pensava que ninguém ia querer namorar comigo, nem casar comigo. Mas eu pensava assim, né? Mas só que não era bem assim. Depois que eu cresci, tinha muitos amigos, muitas pessoas gostavam de mim. Eu comecei desde criança a fazer essas
coisa. Você fazia como quando era criança? Eu
coisa para os outros que se atuavam, dizendo que eu nem sabia se falava. Pensava que era brincadeira de criança. E dava Aí fui assim que eu comecei a arrumar esses essas pessoas que até hoje são como praticamente uns seguidores <laughs> que gostam de mim. Desde criança já tratei dos dos pais, já tratei dos filhos, já fui para os netos, já estou para os bisnetos daqueles. Eu comecei muito cedo essa essas coisas na minha vida. Tinha, tinha eu por que

E era eu sempre fui muito diferente das outras meninas. Eu não não tinha esse esse negócio de ficar só com as meninas quando eu cresci, fiquei adolescente. Não, eu sempre gostei de ficar com os adultos também. Eles me contavam a história deles, eu conversava com eles e explicava coisas para eles, que eles tinham pouca sabedoria, né? E eu acabava tendo, assim, um não sei porquê, um conhecimento maior do que eles, que me vinham e eu falava coisas para eles, ensinava um remédio, eh falava para acalmar eles em certa situação, né? E assim eu fui crescendo, assim, eu fui vivendo no interior e até hoje, tanto o pessoal de Paraná, Dona Rosa, como de Santa Rita,

qualquer um problema

E vem. Doutora, quando a criança ainda é pequena, quase toda criança tem um sonho né? É. Assim um sonho, a maioria é meio maluco assim profissional, tem a ver
Eu tinha. Qual era? Eu gostaria de ter estudado para ser um uma médica. Gostaria. Porque eu pensava que assim, eu via na minha comunidade as crianças muito doentes, as pessoas, né? Eu sentia muita vontade de de ir estudar, de poder ajudar, de fazer alguma coisa. Mas meu pai não tinha condições. Ele sempre dizia, minha filha, tu já ajuda as pessoas. Só que não era só isso que eu queria, eu queria mais. Mas não não deu. Eu me conformo. Porque a maior alegria da minha vida é quando eu vejo, assim, que uma pessoa ficar boa. Porque elas chegam muitas pessoas aqui muito doentes, debilitadas mesmo. E depois quando elas me voltam, saudáveis já, as crianças, as pessoas adultas. Para mim isso faz parte de uma alegria sem preço, para mim Eu acho que eu gosto das pessoas de graça. <laughs> E por isso muitas vezes eu arrumo um problema com o meu marido. Ele não gosta. Ele não está aqui porque ele não queria que eu desse a entrevista. Ele saiu meio quebrando o palco comigo. <laughs> Mas tudo bem, já estou acostumada mesmo. Ele nunca gostou do meu trabalho. Ele acha que ninguém, as pessoas tiram nossa privacidade. Claro, tiram nossa privacidade. Eu não Eu não tenho tempo para mim. O pouco que eu tenho, Eu dou um jeito no na aparência, eu dou um jeito em umas coisas para mim, mas ele não gosta muito, porque realmente nós não temos uma privacidade aqui em casa. Não temos. Ninguém pode vestir uma roupa ao ficar à vontade, né? Nós não podemos ficar nem um dia sem ter pessoas diferentes em casa. Mas para mim isso não me incomoda. Não. Eu já fico triste se eu ficar sozinha. Eu não sei se está só eu. Eu não sei se está calada. E eu me sinto triste. Porque eu já comecei com uma porção de irmãos, de primos desde criança, meus pais. Minha tia casou, e ela também teve um um tempo junto com ela, que ela era a filha a última filha do meu avô. E quando ela casou, eu já estava com uns sete, oito anos. Ela casou e foi embora. Senti muita falta também dela. E nunca eu eu soube viver assim sozinha. sempre eu tive bastante pessoas por perto e quando eu fico só eu não gosto solidão não faz parte de mim <laughs> não sou muito chegada com ela não porque quando ficamos assim muito isolados passa muitas coisas pela nossa mente e não são só boas passa coisas o filme do terror também
Eu queria que você contasse então para a gente, já que você está no assunto mais do seu trabalho agora, é... você começou de verdade com dezesseis anos. É. Como foi Você aprendeu de observar nè?!

Como é que você criou a sua maneira de fazer? De fazer essa Olha, falou agora eu vou começar a fazer mesmo''
Como foi? Eu fui ficando doente. muito doente. Eu fiquei tão magrinha que chegaram meus tios brincarem, que iam me amarrar para o vento não me carregar. E eu não dormia praticamente, eu não comia quase nada. Eu ia ficando muito fraquinha, muito fraquinha, cada vez mais. É Eu não tinha vontade de me alimentar, eu não dormia. Porque a minha mãe, elas não queriam aceitar. Eles começavam a dizer que, é, não queriam mais aquele povo lá em casa, que todo dia ficavam atrás de mim, para me ensinar remédio, para me rezar. Isso não era... a gente não queria para eles, nem para mim. E isso aí, eu acho que porque eles pisaram contra, não queriam, né? Eu fui ficando muito doente. Aí, quando foi um dia, eu fiquei muito mal mesmo. Meu pai me levou para Óbidos, a mamãe também. Pegaram o barco e me levaram. Tinha uma senhora que já tinha feito reza no meu pai. dessa vez que eu te falei que quase ele morre. Ele achou que me devia me levar. Ela disse, ''olha, compadre, se você não deixar ela fazer as rezas dela, ela não vai aguentar, ela vai morrer.'' ''Porque o Senhor está proibindo uma coisa que é o dom dela.'' Aí ela pediu para o papai deixar que eu ficasse uns meses lá com ela. Aí ela fazia reza em mim, mandava eu rezar nas crianças. Foi a única pessoa assim que me ajudou porque senão mo... Morria mesmo. Qual o nome dela? Era... Ela já morreu. Era Undina. Dona Undina. Ela morava em Óbidos. Ela foi para Santarém. Ela foi uma, uma rezadeira muito famosa lá em Óbidos. Muito mesmo. E ela que me ajudou. Porque ela deu força. Fiz o papai ver que era melhor que eu fizesse isso do que eu morresse. Aí eles.
deixaram. Mas você aprendeu com ela?

Aprender, não. Porque é um um... Como se diz assim? A gente já, já vai com o tempo descobrindo, fazendo o nosso trabalho. E... E na prática, A gente aprende. A teoria é boa. A gente vai vendo os livros, né? Mas a prática é a verdadeira escola. Com quem eu aprendi? No dia a dia da vida. Vendo cada dificuldade, a dor de cada pessoa e como ajudar a aliviar.
Quanto tempo você ficou com a professora senhora? Olha porque
geralmente é quando é para formar mesmo assim, sem sem medo de ser feliz, né? A gente fica o chamado um ano e um dia de oração, mas não precisa ser direto, né? Tem Eu vinha, passava uns, uns meses com a minha família e voltava. Eu já passei mais de um ano para lá. Porque sempre a minha mãe me mandava voltar para lá porque ela não queria que eu ficasse doente, né? Aí eu voltava, mas eu ajudava muito ela, a minha mãe quando eu estava em casa e as pessoas da minha comunidade. Aí eu voltava para lá, para Óbidos. Ficavam os três, o máximo era seis meses que eu ficava. Eu não aguentava longe dos irmãos, da mãe, do pai. Eu vinha embora. Eu chegava num dia, num dia era uma porção de barco em um posto de casa. Eles davam certinho quando eu ia chegar. Uns falavam para os outros. Iam só fazendo aquela corrente de, de comunicação. E quando eu chegava já era uma porção de gente para a casa. Era isso que o papai não gostava e nem a mamãe. Então, esta minha vida já começou desde, de, da minha infância. Eu comecei a sofrer pelos outros. Então, o meu trabalho ele, ele envolve um bocado de sacrifício para mim. Porque nunca a minha família aceitou. Começou lá dos meus pais. E também a minha família não tem muita aceitação. Porque, olha, se você tem uma, uma pessoa na sua família, uma rezadeira, uma pessoa diferente, as pessoas não vão gostar muito de ter como mãe, como mulher, como filha. Mas isso para mim não importa. Eu não sinto que meus filhos não gostem do meu trabalho. Eles não são chegados assim. Mas também eles não tenham nadan não falam nada contra, porque eles não querem me machucar. E depois os meus pais, eles também acostumaram. E os meus irmãos também não dizem muito para mim, assim, nessa nessa parte do meu trabalho. tanto faz. Se eles precisam, eles vêm. Mas também eu não eu não sou de falar do meu trabalho. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, Domingos, por que você não fala do seu trabalho? Porque, para mim, ele é uma explosividade. Na hora do meu trabalho, é trabalho. Na hora que eu estou me divertindo, estou em uma festa, estou em um passeio, eu sou uma pessoa que nem as outras. Não tenho nada a ver com esse lado. Então, eu não falo do meu trabalho. Isso eu tenho. Você vê, eu não gosto que ninguém Não, que eu não tenho uma fotografia de lá, da minha mesa. Não tenho. E todo dia eu me visto de branco e vou para o meu trabalho. E fa...
eu fiquei Você já teve assim algum caso, alguma coisa de preconceito, de discriminar
Olha, a gente sempre tem, especialmente com, com as outras igrejas evangélica. Muitos deles, eles acham que a gente faz coisas erradas, né? É o É bruxo, é isso, é aquilo, né? Mas, na realidade, por que Jesus Cristo foi crucificado? Por ele que ele curava as pessoas, ressuscitou Lázaro, E por aí, né? Mesmo ele como que veio Deus em forma de humano, ele não foi aceito por todos. Não. E assim também nós. Ele deixou-nos uma missão, que aquele que seguisse a ele, né? Os ensinamentos, tinha que sofrer. E por isso eu me conformo, em sofrer pelas pessoas. que se co, se cada pessoa não tivesse tanto orgulho dentro de si, fizesse um pouquinho pelas pessoas que têm necessidade, o mundo seria muito melhor. Porque a partilha, para mim, não é só muito dinheiro. Tudo nós podemos partilhar. Depende da vontade de cada pessoa. Então, eu desde criança tive isso. Achar que eu posso ajudar o meu irmão. Por mais que seja pouca coisa que eu faço, mas eu ajudando, já começo a me sentir bem. E eu não tenho no meu coração a ambição, assim, de dizer... Você me traz um... um quilo de carne, vamos dizer. Eu aceito como se você tivesse me dado um boi. Eu sou assim. Você deu o que você pôde. Então, se você já repartiu comigo, já é muita coisa para mim. Eu não sou de exigir muito, não. Então, eu acho assim que isso faz esse os esses pessoas e os meus clientes não se afastarem de mim. Eu nunca exijo nada dos outros. Eu faço o que posso fazer. Agora, eu não sou só jovem e nem só adulta. Tem vezes de estar velha. Olha, eu tenho um amigo que ele sempre me pergunta, que dia é hoje? Porque sempre eu digo assim, tem dias que eu estou com vinte, com trinta, com sessenta, outros eu estou até com cento e vinte. Ele ri de mim, sabe? Porque ele pergunta para mim, com quantos anos eu estou naquele dia? Porque quando eu estou velha, é o dia que eu estou muito cansada, cheia de dor, magoada. Aí eu já estou velha. E quando eu estou feliz, estou alegre, eu estou jovem. Então para mim a vida é assim. Ela não é só de um jeito, não é só uma idade. Elas é conforme o nosso dia. Nós temos o nosso dia de ficar feliz, nós temos o nosso dia que ficamos tristes, perdemos pessoas amadas, perdemos coisas nossas. Para mim, o material não faz muita, muita importância. Se você pega um objeto meu e... eu fico triste, mas também... Agora, a vida para mim é, é muito importante. O ser humano para mim, ele é uma coisa que para mim, ele faz parte de mim. Mesmo que você não seja meu conhecido. A primeira vez que eu lhe vejo, eu vejo você e eu sinto a pessoa que você é. São. E praticamente todas sofrem do coração. De todas as que eu conheço morrem do coração. Inclusive eu estou na lista porque a minha família toda sofre, morre do coração. Da parte da minha mãe, né? E a minha mãe morreu assim. Eu já fiz um cateterismo. A minha irmã já usa um marca-passo Meus irmãos todos já têm problema cardíaco. Eu, desde noventa e um, vivo lutando com essa guerra do coração. Tenho pressão alta, que não posso me alimentar mais de qualquer coisa, assim. E aí eu vou ao médico e ele diz que tem que emagrecer vinte, trinta quilos, mas não aguento, passo muita fome, não sei. E acabo não emagrecendo.
E esse conhecimento de ervas, como você aprendeu eles?
Isso, como eu te digo, assim, já te disse, aqui na Amazônia, nós temos que aprender a se virar com o que temos. Então, o que acontece? Nós só temos que conhecer as ervas. Em que proporção, que quantia se usa, né? E para o que? Cada erva, ela tem a sua função de cura. Porque os medicamentos que são feitos nos nos laboratórios, eles não são feitos sem química de plantas, de frutos, de raízes, de tudo. Tudo vem da terra, tudo da natureza. Então, na natureza, nós temos o nosso laboratório pronto. Só depende da gente pegar e colocar. Porque se nós não soubermos quem é quem, podemos nos envenenar. Por exemplo, um exemplo, andiroba. Andiroba é um remédio poderoso, mas sem excesso. E tem que ser em uma medida certa. No que você vai tomar, no que você vai passar em um baque, em um em um em uma em uma machucado. Copaíba. É muito re remédio. Mas elas estão pura. A gente só tem que ver quantias, doses, jeito de usar. Porque se nós vamos tomar, vamos dizer, um copo de Copaíba, não vai fazer bem, não passa mal. Por quê? Porque ela está pura. Se você vai ver no remédio, que já passou por laboratório, já foi preparado por, por químicos, ele tem pouquíssima quantia daquele material. E aí muita gente não tem esse conhecimento. Toma além do que tinha que tomar. E tem muitas ervas que ela têm o mesmo poder. Se você coloca dois ou três ervas da mesma natureza, ela vai ficar uma química muito forte. Então, vamos dizer, se você vai preparar um chá, que ela tem umas três ou quatro composições, você tem que saber quem é quem. Vamos dizer, para a barriga, inflamação, cisto e outras doenças de barriga de mulher, tem que saber somente a erva própria. Uma infecção urinária, só temos que saber Para anemia, temos que saber. O xarope, para asma, para essas coisas aí. Para esse negócio que entope o nariz e e fica na garganta, essas coisas aí, tudo nós temos remédio na natureza. Vai depender só de saber usar. Você está aprendendo de ver, de... De ver, de ter aquela intuição, de saber, de praticar, e vai.
Muito pela intuição também. É
É. A gente vê quem é quem
e vai fazendo. Eu queria que você contasse é um pouco, assim, do que quais doenças quais reza trata qualquer doença mesmo, o que
Olha, de modo geral, tanto pelo físico como espiritual, né? Porque as pessoas, elas... nós não sofremos só do físico. O físico não precisa... o espírito não precisa do físico, mas o físico precisa do espírito, né? Então, o que que acontece? Se as pessoas não cuidarem do físico e do espírito, elas vão ficar fraca. né. Então, nós temos que... Geralmente, quando uma pessoa adoece, ela tem fica com muito medo de morrer, o sistema nervoso fica abalado, ela não pensa em outra coisa, senão de morrer ou de ficar deficiente, não prestar mais para nada. Tudo isso, eu já fiquei doente. Eu sei como é que é. Então, isso aí, se a gente não cuida, vira uma depressão. Depressão, muitas vezes, não é uma depressão em nada. Ela já vem há muitos anos. A pessoa vem acumulando coisas na sua vida. Depois, enfraquece o físico e o espírito. E quando isso acontece, nós não resistimos. Muitas pessoas morrem assim, que ainda não era tempo de morrer. Só de medo de morrer. Porque enfraqueceu tudo. E é isso aí que eu cuido. Dou aquela aquela injeção de ânimo né, ensino remédios, banhos de ervas para a pessoa se libertar de toda aquela coisa, aquele medo que sente, de toda aquela perturbação. Tem muitas pessoas que não, eles não simplesmente não sabem separar as coisas da vida. Eles fazem uma salada e aí eles misturam autopiedade com com tristeza. Só Tem muitas pessoas que sofrem antecipado. Ele não tem, é como se diz, espera. É um espírito inquieto. Ele não sabe esperar. Ele fica naquela inquietação tão grande que ele acaba ele mesmo se machucando. Então é isso que eu gosto de fazer. Ajudar pessoas para que elas tenham calma, serenidade. Espere que muitas vezes as coisas boas acontecem. No meio, como se diz assim, em uma tribulação, acontece a graça divina. Nós recebemos graça, ficamos bons. Passam as coisas da vida, não permanecem. É como o dia e a noite. A noite passa, o dia vem. Muitas vezes temos uma noite tão tribulada. No outro dia vamos ter um dia de felicidade, né? E por aí afora, a vida é isso. Então nós temos que cuidar não só do físico, mas do espírito. Nosso espírito ele precisa de oração, para que a gente tenha força. Nós precisamos ter um pelo menos um tempinho no dia para nós, para a gente fazer uma reflexão. Porque muitas vezes eu mesma já me encontrei em situação que eu não sei que rumo tomar. E se você não, você mesmo não parar, se você não tem por quem chamar, você faz loucura. Por que muitas pessoas se suicidam? Porque chegou o ponto do enfraquecimento.
A sua a sua Que tem coisa que eu queria saber um pouco da história da da da sua chegada em Juruti, essa casa, mas a sua rotina aqui, então é todo dia você acorda, aí tem essa sala aqui enche de gente, como que é? É. Conta. Olha é assim, de manhã eu me levanto muito cedo porque eu não tenho
secretária do lar, né? É, só quando a minha afilhada vem e a minha filha quando pode me ajudar, porque ela trabalha, ela estuda, né? Então ela não pode ficar só me tirando aí na realidade de casa. Aí eu já ajudo o que posso, já deixo adiantado. Aí eu vou, me arrumo. Primeiro eu eu estudo e de faxineira, de cozinheira, de lavadeira, de tudo que der, né. Depois eu vou eu me visto já como se diz. Como eu estava falando para você, inco incorporo o meu personagem de de trabalho, né. Aí Lá eu sou tudo. Sou psicóloga, sou enfermeira, sou curandeira, sou rezadeira e tudo. <laughs> Porque a gente tem que, aqui na nossa região, nós não temos assim meios como vocês têm para lá. Aqui, como eu digo, a gente tem que saber ajudar o nosso irmão. Porque se não não tem como. E aí Tudo que a gente, o rezador pode, a rezadeira pode fazer, já tira a carga do médico. Porque o o os nossos médicos aqui, eles são muito ocupados. É muitas pessoas para poucos. E é todo dia tem muita É, tem muita gente. E aí eu rezo nos bebezinho, Ensino remedinho para as mães fazerem, para ajudar. Tirar a cólica das

e vai ajudando né. E todas elas esperam aqui? Esperam. Aí eu vou chamando como você foi para lá. Talvez. Eu não dou ficha. É quem, como chega, vai sendo

Olha, tem eu não gosto de passar das onze, mas muitos dias eu sou sacrificada, principalmente dias de segunda e sexta, o dia que dá mais gente, porque é a maior parte do povo do interior. Aí os outros dias eu atendo mais o povo da cidade, mas sempre tem pessoas das comunidades todos os dias na cidade. E vem fazer as coisas deles na cidade, resolver os problemas deles. E venho também a em busca de saúde, né?
Para para você é, isso é um é um dom
Para mim é. Porque eu não aprendi em livros. Eu não aprendi com ninguém. E como eu já te falei, já sofri demais para... E sofro para fazer isso. Então é como se eu tivesse que fazer. Eu faço, assim, força de largar. É, eu vou deixar isso aí e tal. Mas depois eu vou deixando de lado e vai o tempo vai passando e eu e eu nunca saio dessa situação.
Porque eu sempre fico com pena das pessoas que chegam. alguém mais novo, ou que você ensina, orienta, ou que que pode substituir?
Nunca eu preparei nenhuma pessoa. Porque de todas as que eu quis preparar, elas não não aceitaram muito, sabe? E E eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse essa coragem, essa disposição. Eu já ajudei muitos médios. Muitos. Que podiam dar um rezador. Mas eles tinham outras coisas. Nunca quiseram se ocupar. Porque, como eu digo, nós somos discriminados. Somos diferentes. E para a gente assumir uma missão onde somos diferentes dos outros, precisa muita coragem. Muito mesmo. E isso é difícil.
É difícil ter essa coragem. Você já pensou em desistir alguma vez?

Inclusive, quando eu adoeci do meu coração, em dois mil e dois, que eu teve que fazer esse cateterismo, fiquei um ano muito, muito fraca. Eu queria parar. Meus filhos também. Mas depois eu fui me recuperando e a coragem voltou. <laughs> E eu não consegui parar até agora. olha Foi... para me construir essa casa, eu morava... Quando eu casei, eu fui morar na casa da minha sogra. Como a minha sogra tinha outra casa, ela foi para a ca outra. Uns tempos depois, ela foi para para a casa, a outra casa e disse para mim ficar nessa casa, porque a outra casa estava se destruindo, porque não tinha ninguém morando lá. e a casa abandonada vai se destruindo, né? Aí ela foi para essa casa e eu fiquei na casa dela. Como construir uma casa? Eu tinha meus filhos pequenos, era a época que eu estava tendo os crianças, e eu tinha que manter tudo na vida e não dava. Aí eu falei com a irmã Brunilde, que ela tinha essa, ela fazia chamavam União e Progresso. Aí eu fui, me inscrevi no grupo. Nós éramos um grupo de... sete pessoas, deixa eu ver. Marlu, o meu um um vizinho aqui, tem uma casa igualzinha a minha aqui subindo, né? O compadre Wanderlei, meu cunhado Manuel, meu irmão Joaquim, o José, que ele é até taxista, Deixe-me ver, éramos cinco. Anderley, Marlo, Manuel, José, Joaquim, eu. Seis. Éramos seis desse grupo. Foi assim que construímos. Eles que faziam os adubos e e a gente pagava o... para a irmã Brunilde trazer no caminhão da igreja, né? Comprávamos os ti tijolo, o material todo. Nós tínhamos uma caderneta. Quando a gente íamos receber o material, levávamos a caderneta e o dinheiro, né, a importância. Ela anotava o material que nós recebíamos e o dinheiro que ficava. Como se nós estivéssemos tirando de uma loja de material de construção. Todos nós íamos pagando e tirando. Dávamos aquela importância, tirávamos. Um pouco a mais. Aí mandava trabalhar. Depois, lutava para arrumar mais dinheiro e levava lá. Material para frente. E pagava o desembarque, né, que vinha nas balsa, telha, tijolo, cimento, ferro. Nós tínhamos que pagar uma pessoa para desembarcar, porque a gente não tinha... Como as mulheres não tinham força de desembarcar, E a gente pagava um uma pessoa, um homem, eles desembarcavam e levavam para o depósito. Ela tomava de conta e ela ia despachando para a gente. E a gente ia mandando construir, o grupo construía. A gente pagava o pedreiro, porque eles não eram pedreiro, era só o meu marido que era pedreiro. Mas ele trabalhava em outras obra, não não era toda vez que ele podia estar presente. E os outros, nenhum entendia de pedreiro, mas eles estavam aí, faziam massa, carregavam tijolo e, e, vamos dizer, era tipo, como se chama aqui na Amazônia, mutirão, né? Hoje, tal dia, vai ser trabalho do fulano, ele está com material, todo mundo lá. Aí, quando era no outro dia, você, é Thiago, né? Hoje é na casa do Tiago. Íamos para lá. É na casa da Domingas. Para a minha casa. E assim nós construímos essas seis casas. E até hoje nós ainda temos elas.

Foi. Me consegui construir. Agora eu fico curioso com a então do, do seu casa... casamento agora quando você conheceu o seu noivo e quando casou. É a pessoa que mais me aceite, que ia se casar. Conta para quando foi isso. <laughs>
Conheceu ele, quando casou? Olha, quando eu conheci ele, é Viemos para cá em setenta. E nós morávamos na Santa Rita, né? Aí depois que eu cheguei para cá, foi em setenta e dois eu conheci ele. Aí em setenta e cinco nós casamos. E foi assim, por acaso conheci ele porque o padrasto dele ficou muito doente e a mãe dele veio me pedir para ir lá na casa dele. E a gente se viu assim de repente. Eu acho que se apaixonou à primeira vista. Eu nem tanto. Não era muito de ficar assim prestando atenção nas pessoas. Quando ia na casa de uma pessoa visitar um doente, e depois ele procurou para falar comigo e aos poucos eu sei que por intermédio da tia Deya também que gostava muito de mim a gente já ia conhecer desde o dia que chegamos para cá, para nossa casa que o meu pai comprou uma casa bem próximo daqui de onde eu moro e eu acabei conhecendo a tia Deya a minha irmã é casada com o filho dela, mais criança da tia Deya e eu sou casada com ele, ela era irmã da minha sogra Como foi o casamento? Foi, na, no, no Na, no cartório, no, no civil, né? Foi oito horas da manhã e oito horas da noite foi na igreja. Aí, no cartório, a gente casou assim, mais simples, né? Tava de, de conjunto, calça comprida e blusa, que sempre gostei, né? Assim, blazer, e de noite vestia, vestido de noiva. Tava saindo tudo bonitona. Bem arrumada. Aí de noite a gente festejou, né? Depois do casamento. Casamos uma terça-feira, que tem a novena da Socorro, né? Aí quando terminava a novena, o padre fazia o casamento. Quem fez o meu casamento foi o padre Afonso. Ah, vê.

Em setenta e cinco, o pai de já estava
Foi ele que me casou. Eu queria que contasse um pouquinho, é quando foi ter o seu primeira, primeiro filho. Meu primeiro filho

O sentimento de ser mãe pela primeira vez. Ah, é... Não tem explicação. Acho que não tem, não. Quando nós esperamos um bebê, a gente... Como se diz? É, é divino, é uma coisa bem diferente. Eu mesmo que já tinha cuidado muito dos meus irmãos, mas para mim foi uma coisa muito nova, muito diferente. Eu amei muito ser mãe. Comecei a ser mãe com vinte e oito anos, parei com trinta e cinco

Uns três, assim, nas horas mais difíceis da vida, onde não tinha quem fizesse. Mas eu soube fazer. Soube desempenhar.

Ajudar. Mas tem, tem parteiras aqui do
Eu acho que ainda tem. Ainda tem as parteiras que, que, que fazem parte no hospital, na enfermeira parteira. Mas fora do hospital... E fora do hospital tem uma que ela é enfermeira, a A Terezinha Terezinha ela morava
Para cá, para o bairro Palmeiras já. Eu queria que você contasse, não precisa falar o nome de ninguém não, só contar um é histórias mais marcantes dentro do seu trabalho
Olha, tem tantos. Eu não sei nem o qual eu, eu posso escolher. Olha, já vi muitos casos na minha vida, já ajudei muitas pessoas e, e já, já vi coisas muito triste. Que só Deus mesmo e muita fé e muito, muita luz divina podia curar. Já vi crianças praticamente morta. Já passei por situação muito difícil. Não uma vez, muitas. De os pais chegarem comigo, eu não tenho como levar para Santarém, nem para Manaus. E me mandaram embora, porque não tem mais o que fazerem por mim, pelo meu filhinho ir no hospital. Colocar no meus dos braços e dizer, ''cuida dele.'' Se você não cuidar, eu levo para casa para morrer. É fácil isso? Você ouvir de um pai, de uma mãe desesperada. Não. Para mim que sou mãe. Fui quatro vezes mãe. Já você cinco vezes vó, quer outra vez ser mãe? Não dá. Você só fica com os olhos cheios de lágrimas e recebe aquela criança e vai pedir a Deus. Só confiar no que Deus quiser. mas na hora a gente consegue e Deus já me deu tanta força disso aí e muitas graças que eu nunca perdi uma criança assim desses que me entregam e diz, toma porque eu não tenho para onde levar eu não tenho mais o que fazer uma vez uma situação marcou muito a minha vida Eu tinha um vizinho. Eles eram de outra igreja, né? Eram evangélicos. E uma senhora me chamou para ir ver o bebê. Cheguei lá, a mãe estava muito desesperada. Ela disse para mim assim, eu entreguei esse menino e ele está morto. Não tem mais jeito. Eu olhei e o bebê me olhou assim. Eu disse, olha, eu vou tratar do teu filho. Tu deixa que eu trate? Ela disse, trata. E outra senhora, que era da mesma igreja dela, disse, eu ajudo você. Aí ficamos só eu e ela no quarto. Eu orei no bebê. Depois eu fui fazer remédio caseiro. Era uma febre tão alta, menino branquinho, que ele estava que nem um camarãozinho cozido. E nós começamos a a a lidar, eu e a outra senhora. Quando foi umas cinco horas da tarde, ele ele viveu de novo. Passou a febre, saiu daque daquele tipo um sono que ele estava quase em coma mesmo, né? E está um homem feito, bonito, cheio de vida. Conseguimos. Eu e a outra senhora. Ela segurava o menino, dava o remédio, de vez em quando. E quando o pessoal chegou, um barco cheio de gente, para o velório, que eles não souberam como agradecer o senhor. <laughs> Esse menino vem aqui ainda? Ele vem, mas é difícil, eu não vejo mais ele. Ele ficou... faz uns dois anos o pai dele me trouxe ele aqui para mim ver. Depois... é que nem você. Alto, assim, bonito, tem os olhos claro. Eu não conhecia mais. As pessoas que vêm É. Isso me marcou muito porque eles tinham dado o menino como morto, né? Uma tinha mandado chamar a família para vir. Já foi o velório foi o enterro. E quando eles chegaram, o menino estava rindo com todo mundo, dando de braço em braço lá. <laughs> Todo mundo carregava ele. Ficou feliz. Qual foi o sentimento, assim? Ah, muito

É uma felicidade sem comparação. E a família Mas, agradeceram muito. Os avós deles diziam para mim, o pai dele até hoje, quando me encontra, diz, ô senhora abençoada, <laughs> meu filho está muito bem, ele diz assim. Porque já tinham dado ele morto. Mas eu ouvia os olhinhos deles ainda fazer, um jeitinho assim, uma respiração dele, eu digo, não, tá bom ainda Isso isso para mim foi uma grande graça que eu recebi, porque hoje ele é um homem, um homem forte.
E essa esse dom então que é uma é uma graça, é um sacrifício?
É um sacrifício longo da minha vida, desde criança. Às vezes eu fico pensando, tem dias que eu estou cansada. Eu não queria mais. Não sei como encontro forças e acabo continuando a
Você acha que vai parar no meio?
Eu gostaria, né? De dar um tempo para mim. Para mim, curtir mais a minha vida. Porque eu, é eu não tenho praticamente vida própria. Eu vivo em função das pessoas. Essa minha filhada, minha filha que, que vê como é a minha vida. Amanhece o dia e eu não tenho tempo, é correndo. Mas se tiver cinquenta pessoas para me falar, eu falo com todas, eu falo rapidinho. E estou dando atenção para todo mundo. Tem dias que eu fico meio chata. Como todo ser humano, a gente é fraco, por mais que se se faça de forte, mas tem o dia da fraqueza, né? E quando a gente fica fraco, Fica meio ignorante também, quando as coisas... Quando pisa na gente, a gente, às vezes, não não faz com aquele que fez com, vai querer se vingar lá no outro, que não tem nada a ver. <laughs> Isso, sempre assim, né? Mas o que eu posso segurar para não explodir com meus irmãos, eu

Olha, um sonho maior que eu tinha era poder ter meus filhos por perto, não que fosse na mesma casa, mas que eu pudesse, pelo menos uma vez por mês, ter eles próximos, abraçar meus netos, meus filhos, minhas noras, que eu gosto delas também. Eh... Realizar essa vida da minha filha, que ela termine os estudos dela, seguisse um trabalho bom para ela e também ver Antes que eu morresse, ver a minha filha casada, ter a vida dela, a família dela, né. E E outra outro sonho que eu tenho é conhecer o Nordeste. Eu acho que eu não sei se eu ainda vou conhecer. <laughs> Eu sinto muita vontade. É um um Para mim, se eu tivesse dinheiro, eu não ia fazer turismo fora do Brasil. Eu gostaria de ver o meu Brasil.

Porque, para mim, eu só vejo pela televisão, mas, para mim, eu tenho o Brasil desde criança, inteirinha aqui ó. Todo lugar do Brasil está dentro de mim. É como se eu estivesse em todos os lugares. Eu me sinto, assim, brasileira, verdadeiramente brasileira. Eu gosto não só de cidades, mas gosto dos interior, das coisas que eu vejo. Para mim é é maravilhoso. Eu gostaria de, se eu tivesse dinheiro, eu não queria ir para fora do Brasil. Eu gostaria de conhecer o Brasil, o meu Brasil inteiro. Isso é um sonho meu. Mas eu sei que é impossível. Esse dos sonhos está muito impossível. Porque meus filhos não vão poder vim para cá, assim talvez um dia, né? Eles tenham vontade de Mas eu nunca vou ter dinheiro para mim, que eu já trabalhei tanto, mas não não tenho condições de de sair muito longe. Mas a Deus pertence, não sei o quê. Ainda não morri, né? Ainda estou viva, de repente,
né? <laughs> para dar uma última pergunta, o que você achou de falar com a gente, assim?
Achei legal. Pelo menos uma calma, não tem ninguém perturbando a gente, vamos falando assim bem, numa boa, sem pressão.
<laughs> Né? Queria agradecer muito a sua presença a entrevista, obrigado mesmo. Tá.
Eu também agradeço vocês. Foi bom conhecer vocês. Espero que eu tenha, eh da minha parte, assim, colaborado um pouco com a com a minha história, né, que ela é cheia de altos e baixos, mas isso é a minha vida. <laughs> Eh... É uma novela com muitos capítulos que ainda não contei a metade, Ela é bastante grande a minha vida. Eu muitas vezes brinco com a minha filha. Eu não vivi só sessenta e dois anos ainda. Eu já vivi cento e vinte e quatro anos. Por tudo que eu já vivi. Eu já peguei muitas coisas difícil na vida. Mas, tudo bem. Eu agradeço a Deus por sair da casa dos meus pais para viver com o marido. Nunca teve que passar esses outros